Às onze e vinte da manhã.

Qual a atividade deles?

Fazendeiro e comerciante. Naquela época chamava armazém de secos e molhados. Não tinha supermercado, né?

E o que mais vocês precisam saber?

E depois foi buscar a vovó com três crianças que tinham ficado na Itália. O mais velho era meu pai. e que veio com oito anos para o Brasil.

E lá ela ficou até falecer, que foi... Ela faleceu em setenta e seis, setenta e quatro. E meu pai em mil novecentos

E como que era essa família cheia de tios, cheia de primos? Como que era esse convívio?

Então puderam mandar os filhos estudar.

E lá nos formamos, eu fui com onze anos, uhum, ficamos sete anos internas, minha irmã primeiro, depois eu. E nos formamos magistério, né, que naquele tempo chamava professora normalista.

e tinha ficado uma única tia, irmã de mamãe, que era solteira.

E aí a gente ia e voltava, ia e voltava.

Eu sou professora, mas eu não sou aposentada. E também não fiz outra faculdade que poderia ter feito, né? Mas meus filhos, fiquei cuidando deles até eles terem uma certa idade. Aí eu fui me dedicar a obras sociais, que eu sempre fui, é, deveria ter estudado assistente social, porque eu sempre gostei de trabalhar com com uma faixa de pessoas mais necessitadas, né? Aí fui trabalhar em clube de mães, eu trabalhei na favela.

Meu marido foi presidente quatro anos.

Quando o Galvão se aposentou, ele foi para lá.

Eu queria ficar aqui sempre.

Mas eu, como ele se candidatou à prefeitura, eu não podia deixar ele sozinho, porque eu ia todo fim de semana, ou ele vinha todo fim de semana para cá, né, para nos visitar. Aí quando o pessoal achou que ele tinha, já estava morando lá sozinho, né, e trabalhando,

Aí quando ele se candidatou, eu achei que era minha obrigação ir junto com ele, porque outro candidato ainda podia, na época que o Galvão foi ao último ano, que podia ter showmício, trazia cantores e e o outro candidato falava, como que vocês querem uma primeira dama que mora em São Paulo? Que era eu, né?

Aí eu fui, e são oito anos que eu moro lá. Aí ainda ficou quatro anos.

E o Galvão também, isso ele vai falar na parte dele, de sanar todas as dívidas da prefeitura, a credibilidade que não tinha mais, porque fazia vinte anos que a prefeitura estava sendo saqueada. os outros prefeitos, então foi assim, ele, uma, a chegada dele foi assim, como ele não era político, ele não entrou assim prometendo nada para ninguém, então ele pôde fazer um trabalho, mas fomos bastante perseguidos, porque lógico, quando a pessoa corta algumas mordomias, tem sempre os inimigos, né?

que as crianças ficam o dia inteiro, que lá nós chamamos de espaço amigo, né? Prefeitura, fizemos um abrigo, uma casa, onde as crianças, que tem muitos casos de crianças judiadas pelos pais, ou por padrasto, ou por mãe que bate, então essas crianças temporariamente são retiradas de casa, vão para esse local, né? Que chama Nossa Casa, é um abrigo, provisório, onde as crianças ficam e são tratadas e também os pais, né? Para que elas voltem para casa, porque o ideal é voltar para os pais. Mas há casos que não tem como voltar para os pais, então ou elas são encaminhadas para adoção ou são encaminhadas para os parentes mais próximos que possam cuidar das crianças, né?

mais carente, que não tinha possibilidade. Então, como presidente do Fundo Social de Solidariedade, que é toda a primeira dama, ela já automaticamente é presidente do Fundo Social de Solidariedade.

Então é isso aí, a minha a minha história, a minha vida.
A gente vai voltar bastante agora, porque a senhora falou de voltar, a gente vai voltar lá, lá para...

Então a gente tinha, brincava muito, porque criança...é, brincava na rua, a gente tinha quintal grande, então a gente brincava muito, a gente era muito amiga dos irmãos, entre nós cinco, Apesar de eu ser a caçula, então era assim mais paparicada, é, né? Porque eu era a caçula, meu irmão mais velho já tinha doze anos quando eu nasci.

Então só nas férias que a gente se encontrava. Mas sempre tivemos muito bom relacionamento entre todos. E até hoje nós somos os quatro, que um já faleceu, né? E somos muito amigos ainda. E os nossos filhos também foram amigos dos meus sobrinhos, né? que sempre tinha criança mais ou menos da mesma faixa etária, né, dos irmãos. Agora, com os meus tios, eu já conheci eles adultos e casados. Eu só fui a um casamento do meu último tio, porque eles eram dez, né, e meu pai era o mais velho. Então, desse meu tio, ainda fui no casamento. Menininha, mas eu me lembro. do casamento, mas os outros não. Os outros eu já conhecia adultos, formados, hum, né, porque justamente, eles só vinham nas férias. Então eu me lembro, eu já não conhecia, porque eu conheci vovô, mas vovó não. A vovó morreu relativamente moça do lado. Eu estou contando a história da família do meu pai, uhum, que da minha mãe era uma família pequena, E e meu avô ficou viúvo muito cedo com três moças e minha mãe era a do meio e a que se casou. Então não tem, é, primos do lado da família da minha mãe, não tem, porque minhas tias morreram solteiras. Essa que eu vim aqui lecionar e morar com ela que eu contei, Ela também morreu solteira. Então, era só uma mãe que era casada. Então, não tem primos.

seu pai contava para a senhora a história sobre quando ele chegou?
contava. Porque vovô veio para cá, ele não veio porque naquela época a mão de obra escrava estava sendo substituída pelos italianos que vinham para trabalhar nas lavouras. Mas papai, vovô já veio por conta própria. Quer dizer, se vê que lá na Itália ele tinha condição, os pais dele já tinham condição, né? Então ele veio, no começo ele era mascate, indo nas fazendas para vender as coisas, e depois que ele montou esse armazém de secos e molhados, que depois passou para o papai, e quando o vovô faleceu, ele deixou uma fazenda para cada filho.

E aí, quando você era criança, seu pai já já era dono do armazém? do armazém, mas tinha a fazenda

Até hoje, meus irmãos, eu não tenho mais a fazenda junto com meus irmãos. Nós saímos, porque, como o meu marido é engenheiro, nós achamos por bem sair da sociedade e ficar com as terras. Porque aí o Galvão pôde construir, fazer loteamento, poder, e meus irmãos continuam juntos, os quatro irmãos. Mesmo a minha cunhada, que é a viúva do meu irmão, que mora aqui em São Paulo, ela ainda tem as terras na fazenda junto com os outros meus três irmãos, né? Minha irmã e mais dois irmãos, certo? Nós saímos e o Galvão fez toda essa...

Ele pôde fazer com a nossa herança, né?

Lá em casa nós fomos criados à base de macarrão, <laughs> porque de ser italiano a gente comia feijão arroz também, mas tinha massa, né, duas vezes por semana, sem contar o domingo, que era sagrado. A gente comia o macarrão no prato fundo e depois o prato raso era para comer a mistura, como a gente falava, era a carne, a salada, né? E a sopa mesmo que a gente tomava sempre era de macarrão, com macarrão. Mesmo que fosse de feijão, tinha que ter o macarrão. E mamãe fazia em casa, né? Mamãe era, assim, uma mulher extraordinária que ajudou, se papai deixou alguma coisa, graças à minha mãe. Porque minha mãe era muito trabalhadeira, né? Mamãe enfrentava o armazém, ela que, naquela época, Eles matavam porco na fazenda e vendiam também, não não tinha açougue, o açougue era no armazém e mamãe fazia isso tudo, mamãe fazia linguiça, ela era assim, como dizia, lavava a casa à noite, né, para poder ajudar papai, ajudou muito, né. Então, a gente lembra de uma infância muito feliz, muito alegre, porque se eles tiveram problemas, naquela época os pais não conventavam com os filhos. Hoje é diferente a educação. Eles brigavam, se tivesse briga, de ser no quarto, porque a gente nunca percebeu nada. Eles viviam harmoniosamente. Eram, assim, uns pais que, se fosse para voltar no tempo, a gente queria de novo. Porque se eles errarem em alguma coisa, foi por amor, não não por não saber. Porque eles foram maravilhosos, não tinham estudo. Porque meu pai, como ele era o mais velho, ele teve que ajudar meu avô e para os irmãos estudarem. Meus tios todos são formados. E já morreram.

Essa é a minha única tia Marino que eu tenho, uma das irmãs do meu pai, que também era caçula. Então, ela está com noventa e quatro anos. Então, a gente lembra deles assim, com muita... muita, saudade

A gente brincava um pouco com as coisas, tirava as coisas do lugar, né, para brincar. <laughs> Mas como eu falei para vocês, a gente vinha só nas férias. Então a gente brincava no quintal, brincava na rua, né, brincava, ia para a fazenda, porque hoje a fazenda dos meus irmãos está dentro da cidade. Naquela época era um pouco mais longe, né, no meu tempo. Mas assim, mesmo a gente ia a pé, então andava a cavalo, meus pais tinham usina de açúcar e álcool, a gente ia lá ver moer a cana e tomava garapa. Então era uma infância, assim, até os onze anos, que eu me lembro muito bem, né, a gente brincava em árvore, que tinha, a gente tinha pomar, né, naquele tempo. com laranja, com tudo, a gente brincava. Era uma infância sem... Hoje acho que as crianças participam mais da vida familiar. Nós não tínhamos, era um outro tipo de participação. Como eu falei, problema nós nunca soubemos. dos problemas, se eles tiveram problemas. a gente tinha... Eles eram sempre bacanas conosco, a gente não percebia se eles estavam tristes ou alegres, estavam sempre do mesmo jeito. Era uma outra educação.

Então a gente sempre gostou muito de cinema, eu sou doida com cinema. Então meu pai foi uma pessoa muito progressista, apesar de não ter tido estudo, ele era um autodidata, né, como se diz, lia muito e incentivava muito a gente a leitura também. que até ele ficava bravo na hora da refeição, porque se a gente estava lendo, a gente levava o livro. Ele falava, não, agora não é hora de ler, agora é hora da gente conversar, da gente almoçar sossegado, né, porque a gente sempre gostou muito de ler. E é isso aí. O que mais que vocês querem saber? Um monte de coisa. <laughs>

Manda um pouquinho, é... Primeiro eu queria que você pudesse descrever o seu pai e sua mãe, já que estão tão importantes. Descrever fisicamente um pouquinho, assim, como é que eles eram, é, individualmente, fisicamente e a personalidade deles um pouquinho.
A gente percebe que o papai era uma pessoa mais eh... carinhosa. Meu pai era mais carinhoso que mamãe. Mamãe era mais séria, ãh, muito boa também, mas ela é que corrigia. Agora, também, se não fizesse nada, porque daí meu pai... Minha mãe era do dia a dia, meu pai era para uma coisa mais séria, para ficar bravo, para pôr de castigo, até de bater. Comigo nunca aconteceu, graças a Deus.

Então, é, o papai era mais exigente, mais bravo, né, mais sério. Mamãe era alegre, conversadeira também, como eu sou. Agora, fisicamente, eu sou meu pai com os olhos da minha mãe. Minha mãe era mais morena, meu pai, como italiano, tinha olhos azuis. Mas meu tipo físico é meu pai, que é alto, mais magro. Mamãe era gordinha. Precisou fazer regime, <laughs> numa certa época da vida dela, deu diabetes, aquelas coisas, né? Então, aí ela fez regime, emagreceu bastante. Mas a mamãe, a gente tem, assim, lembra muito dela, ela fazia a economia dela para nos dar o anel de formatura. Nós todos temos um anel de formatura, que foi mamãe das economias que ela fazia. Ela fazia questão de ser ela para dar o anel de formatura. Hoje a gente conta para os filhos e dão risada, porque nem usa mais, né? Mas naquele tempo o anel de grau, <laughs> como dizia, era importante, né? Você se formava, tinha que ter o anel de professora, de engenheiro, de de médico, como foram meus tios, né? Então, fiz... Lembro.

Lembro demais, porque mamãe que deu, logicamente que o dinheiro era do meu pai, né? Porque mamãe não tinha, ela trabalhava com ele, mas acho que o dinheiro que ele dava para ela manter a casa, ela guardava, né? Sei lá, ela sempre dizia, das minhas economias, que deu o anel para vocês. Então, nós todos temos um anel. Guardadinho, mas temos. Mas na época a gente usou, usava o anel, né?
Como que era a sua casa? Conta um pouquinho, grande, pequena?
Ah, era grande, era uma casa grande. Eu me lembro que foi feita até uma reforma, que quando eu era menina, não usava banheiro dentro de casa, os banheiros eram fora, né? A gente tinha que sair no dia de chuva, dia de sol, a noite tinha pinico, né? Que chamava, <laughs> tinha que pôr no quarto caso tivesse necessidade. Mas eu era pequenininha, eu lembro muito bem que foi feita essa reforma na casa da mamãe. dos meus pais.

Então, foi feita uma reforma grande, já colocaram azulejo, que não tinha azulejo nas paredes. Então, a nossa cozinha foi feita uma cozinha diferenciada, já com armários, não era fórmica, era aquele de armários de de aço.

Uma pintura diferenciada. As pessoas que vão lá em casa ficam encantadas de ver a sala de jantar que foi pintada com esse pintor. Daí meus pais já estavam bem de vida, já puderam levar esse pintor daqui, pintor de parede. E o nosso quarto das meninas era rosinha e já tinha esse border, que chama hoje border, que é aquela faixa, hum, que se coloca hoje, que está na moda. Nós já tínhamos pintado no nosso quarto. E os meninos tinham um quarto azul claro também, Com o borde, que até hoje tem também lá em casa. mas, já está menos bonito do que na nossa época. Então, nós fomos umas meninas e uns filhos criados, assim, com bastante, ao mesmo tempo de rigor, com muita coisa boa, não faltou nada. E pudemos estudar, né, eles proporcionaram e insistiram que a gente fosse. Então, é isso aí. O que mais que vocês querem saber?
Tinha algum lugar nessa casa que você gostava mais
A gente gostava muito do quarto, né? A gente ficava, porque não tinha televisão. A gente ouvia rádio, era a rádio que a gente ouvia e lia, né? A gente lia muito. Como eu falei para você, a gente pegava o livro e ia até para para almoçar ou jantar com o livrinho na mão. Então era mais o quarto que a gente ficava. E a gente aproveitava para estar junto com eles na hora de refeição Ou ia um pouco no armazém com eles, porque era tudo junto, né? A casa era junto, na frente era o armazém, tinha uma porta de comunicação, já saía na copa, copa cozinha lá de casa, né? Então nós aprendemos piano, nós tínhamos piano, eu com minha irmã, a gente tocava, tocava quatro mãos. <laughs> Então foi assim, um tempo muito bom, né? Que a gente passou. E era isso. E gostava do quintal, a gente ia muito no quintal brincar.
E que livros que eram esses? Quais eram as primeiras leituras?
Era da Madame Delis, acho que vocês nunca ouviram falar, né? <laughs> Eram livros próprios para as meninas da época, né? Então eram livros também de história, meu pai comprava muito livro para nós de história do Brasil, Machado de Assis, então o que ele podia comprar de livro ele comprava, ele achava que era uma coisa que isso ninguém ia tirar da gente, né?
Boa leitura. Teve algum que te marcou, que você lembra, que você lia quando era menor e que lá marcou muito algum livro especial?
Não tenho, assim que me lembro, não. Eu gostava de todos. Eu gostava muito de leitura. E não entrava muita revista em casa, porque também não tinha. E as revistas que entravam, a gente quase não tinha manuseio, né? Não era mais livro mesmo, de leitura, de história, do Brasil, ele gostava muito. E o papai lia também muito, né? Então a gente também herdou isso de de leitura, né?
E os filmes?
Ah, os filmes... Primeiro era o Gordo e o Magro, né? Nosso tempo. <laughs> Depois papai já colocou no cinema um cinemascope. Então foi , é, o filme que inaugurou o cinema. Eu era mocinha já. Foi o Cisne Negro, era um filme assim de aventuras, muito bonito. Como hoje fazem aquele do Johnny Depp, como é que ele chama, que está na moda, que tem três, já passaram três filmes dele, que ele é um pirata.

Do Caribe, isso. <laughs> Esse filme era uma, um similar, sabe? Então, muito lindo os filmes que passavam no cinema.

Então meu pai foi bastante pioneiro nas coisas, né, para a época.
Como que era a cidade nessa época?
Tinha duas ruas importantes, né?

Mas como ela era meio torta, o apelido era Rua Torta. <laughs> Até hoje chamam de Rua Torta. <laughs> Se você falar Rua Rangel Pestana, ninguém sabe onde é. Que é a rua onde a gente morou, né? <laughs>

Então, está muito decadente a rua, está bem decadente mesmo as casas, o pessoal não conservou. E hoje, para conservar uma casa, por exemplo, como a nossa... Vai muito dinheiro, né, porque no interior tem muito cupim, então você tem que fazer um tratamento muito sério. Naquela época, as janelas eram feitas sob medida. Hoje, se você mandar fazer uma janela sob medida, você paga muito mais caro. Então, é difícil você manter uma casa da época.

No meu tempo, acho que tinha três mil habitantes, cinco mil habitantes, se tivesse. No meu tempo, porque hoje eu tenho setenta e cinco anos. Já sou uma jovem senhora.

Tinha, tinha uma sociedade que que que os italianos montaram, que chamava Sociedade Pátria e Lavoro. Em italiano, né? Lavoro é trabalho.

Como outras colônias também, que vieram os sírios libaneses e tal. <coughs> E os italianos montaram, fizeram esse clube, que já passava cinema, já tinha filme. E interrompia, porque não <laughs> era a sessão, né? Aí vendia pipoca, passava no... Como vocês já assistiram aquele filme... como é que chamava, um nome ãh que ficou muito tempo no cinema, que é Cine Paradiso. Lembra muito do tempo que eu era menina, que já papai tinha esse... Aí eles tiraram dos italianos, papai sofreu bastante, porque meu pai, porque meu avô se naturalizou, papai não, papai continua italiano. Então até o rádio tiraram do meu pai. De casa, que era a única coisa que nós tínhamos de distração era o rádio, porque eles disseram que os italianos eram quinta coluna, que chamavam, né, que eles eram contra o Brasil, e a favor da Alemanha, do eixo, né, como eles diziam. Então, porque o Dutti, Mussolini, né, estava junto com Hitler na época da guerra.

E, o, botaram a placa novamente dos italianos e do meu pai, como presidente até hoje tem lá no clube. Mas papai, ficou, não podia viajar, porque os italianos precisavam ter, chamava salvo conduto, que era um documento para eles poderem vir até São Paulo. Ele não podia vir aqui visitar meus irmãos, porque ele era... Italiano não podia vir, até acabar a guerra

<laughs> Não é verdade? <laughs> Mas, na guerra, tudo, é, os exageros, os excessos... Aí o papai hoje tem, nessa época, depois disso que ele montou o cinema, esse cinema bonito que hoje não tem mais, mas que para a época foi uma coisa maravilhosa, já foi construído com um declive para você enxergar bem, porque a sociedade italiana, que hoje tem o Rio Pedrense, não tinha, já era um salão, né?

A tela era diferente. Então, se sentasse um grandão na sua frente, <laughs> você não enxergava direito. Agora, esse outro cinema, não. Esse foi feito com toda a técnica moderna para a época, né. Tinha nome esse o cinema?

<laughs> Você ia no clube, na sociedade, quando você era criança?
Sim, a gente ia ao cinema. E depois do cultural eu já era moça, né? Quando foi , enfim, essa época da guerra. Porque em quarenta e cinco eu tinha onze anos, né? E eu fui para o colégio, fui estudar. Não tinha acabado o grupo escolar, né? Porque hoje é até a oitava série. No meu tempo era até quarta série, né? Hoje os meninos já saem maiorzinhos de lá. Já entra depois para... Sai com quatorze anos,

E no cinema novo do meu pai, naquele cinema que a gente ia.

E aqui eu ia só nas férias visitar meus pais.

Então eu vejo aqueles moços e falo, você é filho de quem? Para eu lembrar quem eram os seus pais. <laughs> Porque a gente já não conhece todo mundo e hoje já tem, como é uma cidade que que tem muito muito corte de cana, né, que a nossa região é toda de cana,

Eram italianos, eram brasileiros, descendentes de portugueses, mas mas não não do nordeste nem do sul.

Pela época nós tivemos que sair das pedras, como também muitos moços saíram na época para estudar e ficaram nas cidades onde foram estudar, onde tinha faculdade.

Esse colégio para o qual você vai com onze anos era interno, então?

Como é que era? ah...
No começo a gente sofre um pouquinho, né? Porque a gente é acostumada com aquela liberdade, <laughs> aquela largueza, né? De repente você fica meio presa, meio... Mas eu sempre fui, assim, um temperamento muito fácil de adaptação. Então, logo me entornei com as meninas que também estavam internas, como eu, né, e e consegui ficar os sete anos. A gente só ia nas férias.

Sempre gostei muito daqui.

Mas gostava de passar férias, principalmente as férias maiores, de dezembro, eu passava janeiro praticamente aqui. Mas a de junho, não.

Que não era julho. Nossas férias eram em junho. Nas festas juninas. Então, a gente aproveitava. Papai fazia grandes festas juninas. Nossa, que delícia que era. Então, a gente lembra com saudade das festas juninas.

Meus pais tinham um carro, né? A gente tinha um Fordinho. Meus pais sempre tiveram um carro. Então tinha um motorista que me levava para lá, né? Que também não tinha estradas asfaltadas. Hoje tem.

Muito pertinho, né? No meu tempo, se chovia, precisava colocar corrente no carro. Porque não subia morro nenhum, aqueles carros, <laughs> porque deslizava no barro, né? Somente dias seguidos. Aí no último ano que eu já ia me formar professora, em quarenta e quatro, porque eu me formei,

Tinha uma pista e colocaram um ônibus escolar, certo?

Vans, no tempo era ônibus, agora tem vans que levam os alunos. E eles, então, perguntaram... Ah, então, papai... O papai me perguntou, você gostaria de ficar externa, externa quer dizer voltar para casa e você vai com a van para estudar no último ano. Eu falei, não, eu já acostumei tanto, as minhas amigas, sete anos de internato, é uma família que você tem ali, né? Porque você passa muitos anos com elas, né? Eu falei, não, eu eu prefiro ficar interna mesmo, vou terminar meu curso interno. Não saí no último ano que eu poderia ter saído, né? Fiquei interna.

Aí, como eu não tinha namorado ainda...

A vida daqui, cinema, que eu sempre gostei muito, teatro. Eu gostava muito de shows. No meu tempo tinha shows do Carlos Galeado, do Francisco Alves. <laughs> Eu gostava, eu sempre gostei dessa vida, assim, noturna.

Eu gostava muito daqui. Então, eu vinha nas férias para aproveitar e morar aqui. Foi uma maravilha. Mas só em dois anos, porque depois eu me casei.

Até meus filhos atingiram uma idade que eu só mudei com um filho só. Para poder poder ter outro eu parei, né? Num lugar, porque não dava para... Escola, né? Fica complicado você ficar mudando, né? De estado, principalmente, né? Aí eu fiquei aqui e o Galvão que viajava, meu marido.

No Jardim Paulista.

Mas eu morava aqui embaixo, perto da Batatais, na casa dos meus avós.

Para a época.

Depois, quando eu me casei, o primeiro bairro que eu morei foi aqui no Boa Sava.

E depois na Consolação, onde hoje até hoje eu tenho um apartamento.

Entre Lorena e Oscar Freire, que é o nosso apartamento, né?

Um dos meus filhos mora nele.

E onde você conheceu? O Galvão?
Na casa de uma amiga.

E ele estava fazendo em Volta Redonda a ampliação da usina siderúrgica nacional. E ele veio e coincidentemente o amigo morava na casa da minha amiga, que a mãe tinha uma pensão. E naquele dia eu fui lá e conheci o meu marido. Fui apresentada eu já conheci o amigo dele, né, e ele me apresentou e e foi interessante porque eu tinha ido de ônibus eu não tinha carro que eu aprendi a dirigir depois de casada. Então, ele falou, posso levar você em casa? E eu achei que nós íamos de ônibus. <laughs> Mas não, ele já tinha um carro. <laughs> E o susto, porque moça não entrava em carro. Estou contando uma história de cinquenta e E eu fui agarradinha na porta. Até hoje ele lembra. <laughs> Falei, qualquer avanço, eu abro a porta. <laughs>

Isso foi em abril. Em outubro ele falou, eu vou tirar férias, venho e vou procurar você. Dei o número do telefone, mas aí se passaram de abril a outubro, seis meses. Nem estava lembrando mais que que pudesse ligar, né?

Aí nós saímos. Isso foi muito rápido, porque nós saímos em outubro. Em novembro, ele, mamãe veio para cá, porque os pais dela estavam enterrados aqui. E o italiano cultiva muito, cultua muito os mortos, né? De ir em cemitério.

E aí eu apresentei meu marido, meu namorado na época, de um mês só. Aí ela não gostou, <laughs> não achou graça, por causa da diferença de idade. Eu tinha vinte, ele ia fazer trinta. Nós temos dez anos de diferença. E a mãe falou, vai casar com um velho. Aí eu falei, mas é dele que eu gosto. Então, fim de conversa. <laughs> Ninguém vai me tirar da... Em dezembro ele foi para ajudar Pedras, nós ficamos noivos e em maio nós casamos. Seis meses entre namoro e noivado. Estamos casados há cinquenta e quatro anos. Fizemos, Então você vê que não é o fato de se namorar há muitos anos que dá essa... Essa química, né? <laughs>

E depois de casado, É, qual o rumo da sua vida? Conta um pouquinho.

Como como começa a sua vida, depois de casado?

Era bem dividida, né. Os engenheiros da cê esse ene tinham um bairro, com casas, uma beleza. Os operários tinham outro bairro também com casas. E nós éramos empreiteiros, então nós não tínhamos casa para a gente.

Essa amiga resolveu alugar uma casa, um casal, né?

bairro E esse bairro... teve um... alugava casa até muito cara. E eles não tinham condição sozinhos de de enfrentar um aluguel. E eles nos convidaram.

que somos até comadres hoje, e e nós fomos morar. Tivemos uma experiência de viver comunitariamente, os dois casais na mesma casa.

que a firma ia nos mandar mesmo.

E ela falou, nós ficamos grávidas do nosso primeiro filho, ela teve em fevereiro, eu tive em março, ficamos grávidas, então a gente fazia um enxovalzinho junto, eu fazia muito bem tricô, ela sabia fazer costura, então a gente trocava os nossos dotes, né, e moramos com ela três meses. Muito bom, a gente marcava tudo o que gastava para poder no fim do mês, E assim foi um tempo maravilhoso. Ela falou, meu primeiro filho eu vou ter que dar para os meus sogros, porque naquela época a gente chamava, eram os pais, os sogros que batizavam, né? Hoje, está certo, os jovens escolhem jovens. O padrinho é o segundo pai, né, no caso da morte deles, <laughs> é o responsável. Mas naquela época a gente escolhia os mais velhos. E ela falou, eu vou dar, mas o segundo filho é de vocês. E realmente, <laughs> quando ela teve o segundo filho, nós fomos os padrinhos do Oscar.

Porque com essas andanças, meus filhos são todos filhos únicos. Eles têm diferença de cinco anos. Eu não tive em seguida, justamente por causa dessas mudanças de de estado, de cidade.

E assim foi. O que aconteceu.

Não, não, eu deixei, eu tive que deixar.

Sem vencimento, mas é o máximo de dois anos. Aí depois você tem que pedir demissão.

Eu tinha dois dois empregos. Eu tive que deixar tudo. Aí eu passei a ser só dona de casa. Por isso que eu fui atrás de fazer as coisas que eu sentia vontade de ajudar as pessoas, né. Quando meus filhos atingiram, iam para a escola. Eu adoro ir no shopping, não é que eu não gosto de fazer compra. Mas eu acho que a gente tem que preencher a vida da gente também com coisas mais úteis. Então, além de dona de casa, eu fazia minhas coisas. Fui trabalhar lá na igreja. no clube de mães, eu dava palestras, depois fui trabalhar na favela da Juscelino Kubitschek, que hoje nem tem mais. Era uma favela grande, que eu dei alfabetização de adultos, naquela época ensinava corte e costura. Eu fiz de tudo um pouco.

E assim foi a minha vida, sempre se dedicando, né, parte dela para também ajudar a promoção humana, né.

para aprender a não ser assistencialista, né, a promover a pessoa. Então, foi sempre nessa linha que eu trabalhei, não não para, só de assistir, né, uhum, de que eles pudessem se promover, trabalhar, estudar, sair daquela pobreza, né. Então, sempre foi essa minha meta. foi isso que eu fiz aqui, muitos anos.
A gente vai querer ficar um pouquinho fora da creche, mas antes eu fiquei curioso.

São José.
Como que era na época? O colégio é, foi super importante, tradi
Muito, muito. Era das melhores famílias. As meninas, eu lecionava no quarto ano primário. Era quarto ano que chamava, hoje... Acho que ainda é quarta série que fala agora, né? Quarto ano. Lecionava, mas não era muito fácil, porque justamente como os pais tinham um poder aquisitivo, eles vinham muito, eh... conversar com a gente, qual que é a nota mais baixa, eles vinham mesmo fazer questão de achar que o filho... Era maravilhoso, era meninas, só meninas. Naquela época não tinha meninos e meninas. A gente estudava, era só mulheres. Hoje não, hoje já tem.

Eram irmãs francesas, tanto que para nós o francês era tudo.

Mas aí eu também trabalhei pouco, porque daí eu conheci meu marido, né? e...

Sempre voltando para cá.
Então, conta um pouquinho, é, como vocês conhecem a, como vocês conhecem, quando, como que ela está, como foi o seu primeiro contato com ela?

Essa minha amiga morava aqui nesse bairro, certo? E fazia parte desse grupo de oração.

Que era o padre Brandão na época, soube da creche que estava sendo mantida por uma freira que tinha tido um derrame, as crianças estavam em situação precária e o padre soube através de um grupo de jovens, que foram fazer um encontro e sobrou marmitex, sobrou comida. E eles então perguntaram na padaria para quem que eles podiam dar, se tinha um local, um asilo, uma... E eles disseram, nessa rua mesmo tem um grupo de crianças que estão passando necessidade, porque a freira que tomava conta sofreu um derrame. E eles então foram levar comida. E levaram essa informação para o Padre Brandão. Então, o que o padre Brandão, à noite, reunindo com os casais, falaram, olha, não basta só rezar, vocês têm que agir também, né? Oração e ação. Então, contou para os casais. Na hora, eles mesmos, entre eles, formaram uma diretoria. Um ficou secretário, outro ficou tesoureiro, enfim, e não tinha o presidente.

E ele foi para lá. Então ele ficou presidente.

Então foi uma tristeza o que a gente encontrou lá, né, porque as crianças estavam, assim, com mil problemas, porque não tinha água, não tinha água encanada, elas estavam assim, cheias de vermes, cheias de problemas de pele, de impetigo, de uma porção de coceira, de sarna, porque não tinha água para tomar banho. Elas estavam ali abandonadas porque a freira tinha tido um derrame a que tomava conta e tinha sido levada para Divinópolis. Então as crianças estavam com duas mães tomando conta delas e sem um tostão. Não tinham como, estavam vivendo ali da caridade das pessoas vizinhas. Então foi todo um trabalho. E como nós já conhecíamos a Rosa Maria, que vocês conhecem,

Então a gente conhece a Rosa Maria nesse tempo todo. E trouxemos a Rosa também para trabalhar conosco. E o Galvão fazia existir a creche, que não existia. Era... um local onde tinha as crianças, né, a Freira tomava conta para as mães irem trabalhar. Mas não tinham, legalmente elas não existiam. Então foi todo um trabalho de documentação, para que a gente pudesse ter recursos também municipais. Então foi todo um trabalho que eles tiveram para utilidade pública. no nível federal, estadual e municipal, para poder fazer com que a creche existisse. E, a a par disso, fazendo campanhas para melhorar a situação da creche, a água, cuidar da saúde das crianças. E o Galvão acabou ficando quatro anos como presidente lá, né? E assim foi até construir depois o outro núcleo, foi aumentando o número de crianças, né? E a gente foi conseguindo esse recurso municipal que até hoje a gente mantém, né? Ajuda as crianças a se manterem lá, né? Tem um per capita por criança, né?

Porque o Gabão tem, como engenheiro civil, ele tem muita prática de de construção.

No começo a gente Só tinha essa... de levar criança, de ver o exame, não tinha muita atribuição. Depois eu fiquei na como secretária, eu que fazia as atas. E também com as crianças, eu tinha um contato com as crianças, de, os maiores.

dava noções de de de higiene, dava aula de catecismo, né, também para as crianças, desenho, porque era de uma maneira assim, muito sutil, né, as aulas de religião que a gente fala, não era uma aula de religião, era uma brincadeira, um desenho, que elas vissem que tem alguém superior, né, um deus. Era isso que a gente fazia com elas. Até eu me mudar. Ainda durante o primeiro ano eu vinha nas reuniões mensais.

E você morando lá, você tem que participar das coisas de lá. E não dava, né? Às vezes coincidia as mesmas as mesmas datas. Então eu falava, gente, nós ficamos, o que vocês precisarem, nós estamos aqui à disposição, mas não dá mais para vir correndo, assim para as duas coisas, né? Porque ou você faz uma coisa bem feita ou você não faz, né? E a gente não é de fazer meia boca, como diz, né? <laughs>
<laughs> E depois que vocês documentaram e que entrou na legalidade, Como vocês perceberam, de onde vinham essas crianças, quais eram as regiões, quais eram os motivos? Enfim, quem eram os pais?
Então, é, a grande maioria das nossas crianças eram de mães que trabalhavam como domésticas, como faxineiras. A maioria não tinha pai, né, assim, pai pai ausente. Outras tinham pais, né, eram crianças.

Então, eram crianças que ficavam conosco até quase sete anos no começo, né, elas ficavam até seis anos e onze meses. Então, elas já saíam alfabetizadas. Hoje não. As crianças, a Secretaria de Educação passou a manter só as crianças conosco até quase quatro anos. Então isso é uma pena, porque esse intervalo de quatro a seis, as mães deveriam levar em um outro local que se chama ê mei que é uma escola de educação infantil. Mas você imagina, as mães trabalham, a grande maioria vem para os bairros melhores para serem faxineiras, para serem empregadas. Elas não têm condição de voltar a pegar essas crianças, levar no e-mail e depois dizer que patroa que vai deixar. Então, é uma coisa assim, que foi feito até baixo assinado e tudo, mas a Secretaria de Educação achou por bem que assim seria melhor. E a gente, então, hoje tem crianças até quatro anos, né, só. Então, é uma pena. É uma pena porque esse período que elas poderiam aproveitar mais conosco, né? Tendo uma orientação, porque nós temos um pedagogo, a gente tem psicólogo, tem tudo na creche, né? Tem reuniões com os pais, é um trabalho que sempre teve com com os pais e com as crianças, né, porque as crianças voltam para casa, então elas têm que ter uma continuidade. Uhum. Então hoje as crianças são pequenas, então é um outro tipo de abordagem, né? São pequenas de um aninho que entram, né? E elas queriam que pegassem também berçário. Aí, berçário é mais complicado, porque berçário tem que ter tudo à parte, né? Por enquanto, só de um aninho, então tá chegando ainda, já começando a tirar a fralda, <laughs> né? Já fazendo por conta própria, né? Então, é isso aí. O que mais?
Quantas crianças eram, mais ou menos?
Quando nós começamos era no dezenove, aí depois fomos aumentando para cinquenta, hoje tem cem, né, em cada núcleo. Nós temos duzentas e dez crianças, né, dos dois núcleos, porque nós temos dois locais, hoje. Então, temos muita criança.
Ãh, assim, não sei se você lembra, mas na sua visão da época, qual era o papel da creche? O que vocês queriam passar para aquelas crianças?
Que não era, para as mães, que ali não era um depósito de crianças. Isso sempre falamos e contamos o que era, o porquê da gente ter uma creche, que era para ajudá-las, porque elas iam trabalhar sossegadas, né, mas que ali não era depósito, que elas também tinham responsabilidade. Porque no comecinho, com a Madre Camila, as crianças dormiam lá, passavam a semana lá, só iam para os pais no fim da semana. Então, até isso nós tivemos que tirar, lo logicamente que não, porque as mães têm que ter responsabilidade. Elas levam para casa e são mães das crianças, não pode esquecer disso. Então, não é um lugar que elas deixavam as crianças e esqueciam que tinham filhos. Então, as crianças já iam, banhinho tomado, jantinha pronta. Elas podiam até chegar e botar para a cama, mas as crianças iam para os pais, né, ou para a mãe, ou para o padrasto, para o companheiro. Né, então, com isso também melhorou muito, porque no começo, quando elas não tinham essa responsabilidade com a Madre Camila, tinha meninos de pais diferentes, a mãe era a mesma. <laughs> É porque elas ficavam muito à vontade, né? Não tinham criança em casa. Então, isso também... E a gente passou... Quando eu fiquei não só na diretoria, a minha tarefa era essa. Na reunião de mães, era fazer essa abordagem para que elas... promovessem a gente sempre nessa linha de promoção humana, né, dos direitos que elas tinham, dos deveres que elas tinham, que como eu falo muito, que vocês já perceberam, a minha facilidade de estar com elas era maior do que com as crianças. <laughs> Então, era essa a minha tarefa na creche.
E teve alguma situação nessa nesse comecinho, assim, nesse

Alguma situação que te marcou, assim? Você lembra de alguma experiência?
De de quê?

Com criança, com mãe, com funcionária. Com funcionária nós tivemos um problema grande, sério, não sei, a Rosa Maria pode até ter contado essa mesma história. Nós tivemos uma empregada, uma funcionária de serviços gerais, ela era faxineira, ela teve problema de câncer. Ela teve um câncer, depois ela ficou uma temporada afastada, ela teve toda a assistência da creche, inclusive da gente visitá-la, e ter todo o conforto possível, né, dentro da situação dela. Ela voltou a trabalhar, depois o câncer voltou novamente, então ela não podia mesmo, por exemplo, carregar um balde d'água, não podia fazer nada disso, né? E então tinha que ter uma ajudante para ela. <laughs> E ela não queria ser mandada embora porque ela ia ganhar pouco, né? Se ela aposentasse. E nós mantivemos essa pessoa. Aí nós ganhamos uma máquina de de costura e ela então pediu para nós essa máquina porque na casa dela ela poderia ganhar um dinheirinho a mais, certo? E nós levamos a máquina para, era uma máquina antiga, para colocar...é... Agora fugiu o termo. Para ficar elétrica, tem um nome. Porque primeiro era pedal. Uhum, é. Então, para deixá-la, para ela não ter esforço nenhum, né, para poder costurar. E ela levou para casa. Mas ela, aí ela se aposentou, né, e levou a máquina, que era da creche. Só que ela nos levou para a justiça. Ela arranjou duas testemunhas dizendo que ela costurava na creche e que nós não pagávamos hora extra para ela. Então isso marcou muito, porque foi uma pessoa que foi muito ajudada Mas ela foi induzida pelo companheiro dela, por um filho que era drogado, ela foi induzida, nos levou e nós perdemos, porque mesmo a advogada percebendo que as testemunhas eram falsas, deu ganho de causa para ela. Só que ela não pôde aproveitar do dinheiro, quem ficou foi o filho e o amante, o companheiro dela, porque ela morreu. Mas antes de morrer, ela nos chamou. Chamou a Rosa Maria, pediu perdão do que ela tinha feito. Então, foi uma cena que a gente não esquece. Viemos na favela onde ela morava, Né, para ela pedir perdão do que ela tinha feito conosco. Quer dizer, a creche que ajudou a tanto, né? E ela prejudicou e e não aproveitou do dinheiro. Então, isso marcou muito. E o fato dela pedir perdão. dela ter reconhecido, né, porque ela sabia que ela ia morrer, então nos chamou, fomos lá. Então foi assim uma cena que a gente não esquece, né, essa, uma cena muito triste, né, que aconteceu. E as coisas alegres das crianças, né, até trouxe uma fotografia dos natais que a gente fazia com as crianças, a gente ensaiava o presépio vivo com as crianças, né? punha uma vestidinha de São José, outra de Nossa Senhora, <laughs> pegava uma criancinha filha de uma delas lá para fazer o Menino Jesus. Então, foi uma época muito boa e muita luta, né? Porque não é fácil se manter, né? Assim, uma creche como hoje nós temos, né? As dificuldades são grandes, né? São grandes, mas um tempo bom também.

Então é isso, a gente ter essa lembrança boa, né? De um trabalho que a gente fez e ainda continua ligado, né? Está ligado. Estamos aqui hoje por causa da creche, né?
E foi durante esse período da creche que então seu marido volta para para

E aí ele já sai da diretoria, ainda ficou um tempo no conselho fiscal, né? E depois saiu, quando ele entrou na prefeitura, não deu mais para ele poder participar das coisas. Só participamos mesmo das coisas que se precisa da gente, está à disposição. O tempo que ele ficou em Rua das Pedras, eu fiquei ainda trabalhando. Ia com a Rosa Maria toda semana, com as mães, fazendo reunião uma vez por mês, visitando, a gente visitava.

mas lá não deu certo, porque o próprio pessoal da favela invadiu, roubou tudo, tirou tudo, <laughs> uma creche que a gente estava montando lá. Então, aí ficamos só com a Madre Camila.
E na época... Nessa época os filhos moravam ainda ainda com vocês?
Ah, sim. Todos participaram da de ir lá, de A minha neta ia lá, ela estava estudando

No nosso trabalho, isso aí. A minha neta tem trinta e tantos anos já. É do meu mais velho, né? Uhum, como
Como que foi... é... Posso meio meio tola.

Não, não é fácil, né? Porque daí eu era pai e mãe, né? Aí eu tive um período de vida que eu fiquei pai e mãe. Tudo eu tinha que fazer, né? Mas nessas alturas eles já estavam adultos, já estavam guiando, já estavam, né? Tinha problema. Eu só tinha a minha menor, né? Porque na realidade eu criei essa neta. Eu tenho três filhos, dois rapazes e uma moça, né? E o meu mais velho tem, teve uma filha, muito criança. Ele tinha vinte anos quando ela nasceu. E ele não tinha ainda terminado, então ela ficou comigo. Eu criei essa menina, uhum, que hoje já está casada e mora no México, <laughs> é. Mas é que se formou em odontologia. Então, a gente tinha muita tarefa. E como eu falei para vocês, eu sempre fui... Era dona de casa, mas também tinha minhas atividades fora, né, de de sociais. Então, deu para passar.

Então, era só durante a semana que eu estava sem ele.
E aí virou primeira dama depois.
Aí virei primeira dama. <laughs> Aí as minhas amigas do judaísmo falaram, nós nunca saímos daqui e não somos primeira dama.

Falei, aí não é para todo mundo que tem essa chance. <laughs>

E aí a gente vai se entrosando, né?

Poucas famílias do meu tempo que ainda moram lá.

Então, mas de família eu não tenho mais lá, né?

E a gente, como eu falei, se eu estou morando numa cidade, eu tenho que participar. Então eu faço parte dos conselhos todos lá, tem conselho municipal da da criança e do adolescente, eu faço parte do idoso, <laughs> eu faço parte, eu estou no Fundo Social de Solidariedade, eu faço parte também, ajudo lá a primeira-dama.

Tenho abrigo, como eu estava contando para vocês, né, também vou toda semana lá, que eu sou a madrinha das crianças, que são as crianças que são tiradas da família, né, como eu contei, que são judiadas, que o Conselho Tutelar É avisado, ele faz uma visita e tira a criança dos pais. Esses pais também recebem um tratamento psicológico, porque nós temos um psicólogo, as crianças também.

E tem o espaço amigo, como eu contei, também visito, né, mas não tem uma uma atuação. grande, como eu tinha aqui, né? E como primeira dama. Agora eu já não sou primeira dama, então eu só ajudo no que eu posso.

Para não ficar, né?

Tinha algum sonho de infância, aqueles sonhos que criança tem, nem que foram aqueles mais malucos,
Eu não lembro. Não lembro. Não, não lembro. De sonho?

Eu sempre gostei muito de viajar. Então, gostava muito.

E eu fui. Mas eu já conheci mocinha, né? Porque naquela época não se viajava assim como hoje, que tem essa facilidade, né? Então, eu vim. Mas eu não lembro de Porque era um... não não tenho lembrança desse sonho, né? Eu queria estudar, queria me formar, mas não tinha, assim, uma coisa assim específica, né?

Você já pensava em ser professora quando tinha criança?
Desde pequena, sempre, sempre. As minhas brincadeiras eram essas, com as meninas lá de escolinha, sempre gostei, sempre gostei de dar aula, né?
E os os planos agora futuros? Tem algum grande plano futuro que está pensando?
Não, assim, planos futuros, não.

Também precisa de alguma cesta básica, né, ensina o homem a pescar, mas às vezes o homem não tem nem aquele lambarizinho que põe na vara, tem que ajudar.

Então, ele gostaria de... É melhor vocês ficarem aqui. Ele falou assim mesmo.

E eu fiquei.

Agora mesmo, dia Domingo tem já a festa da criança, que a gente faz parte pelo Fundo Social de Solidariedade.

Falei, por que não vamos fazer uma festa grande, que a gente possa convidar todas as crianças do município, vamos fazer junto. O que você gastava, nós vamos juntar, vamos fazer uma festa. Então, a gente reúne quinze mil pessoas, é uma beleza a festa da criança que nós fazemos lá. Então, todos participam, a maçonaria participa, cada um dentro do seu setor e a e a o suporte a prefeitura dá. Então, é uma festa muito bonita, com show das escolas, o tempo todo tem show, mas das crianças das escolas. Não é show importado, né? Da criançada. Então é muito bom. Tem sorteios, tem cama elástica , aquelas brincadeiras, né? Tem lanche, tem pipoca, tem E a gente organiza, né? Organizamos. A primeira festa deu mais trabalho, porque o pessoal não estava acostumado, mas foi o nosso primeiro ano. E agora continua, porque eles acharam ótimo isso, né?

é, oito foi em dois mil e um a primeira <laughs>

sabe uma coisa que eu fiquei curiosa? fale. As festas juninas m em sua casa, ah...

Então eram festas que reuniam a família do meu pai. Então a última festa tinha mais de duzentas pessoas. Mas eu já estava casada e tudo, antes de papai morrer. Foi uma festa linda que nós fizemos.

Onde nós nascemos, onde meus tios nasceram. Mas vovô depois construiu...

E deixou a casa para o meu pai. Por isso que nós nascemos nessa casa, que foi do meu avô. É uma casa que tem mais de cem anos, muito mais. Uma dessa casa que eu contei, que foi reformada, que meu pai buscou o pintor e tal. Então, meu avô mudou-se para esse casarão. As festas eram lá. Tinha um terreiro, porque meu avô tinha café.

acabaram com toda a plantação de tudo só para cana, né? Mas no tempo que eu era menina, mocinha, tinha, era café. Então tinha aqueles terreiros onde secava o café. É ali que se fazia as festas. Então era uma maravilha. A gente tinha bambu, né? A gente fazia aqueles arcos de bambu com bandeirola. Hoje você compra bandeirinha pronta. No nosso tempo, então, toda aquela preparação de você cortar... jornal, o papel de seda que a gente comprava, colorido, e e não tinha cola, hoje tem cola que você compra, não tinha, você fazia cola com farinha de trigo, <laughs> Então era aquela delícia, se compunha o barbante e as bandeirolas. E isso se passava o mês todo pensando nisso. E para realizar a festa. Porque é muito recente hoje você comprar as coisas. Não tinha isso. No nosso tempo a gente fazia. Então eram festas memoráveis.

Então era uma festa da família.

A gente fazia uma festa para para a rua, o pessoal da rua vinha. Aí era menor, mas tinha fogueira. Você estava falando da festa? Tinha pipoca, tinha... Isso é uma festa menor quando não... Depois que vovô morreu, né? Aí a gente fez. O papai sempre fez. Ele comemorava as três festas. Santo Antônio, São João e São Pedro. Fazia fogueira daí para os vizinhos, né? Para o pessoal da rua. Porque eu tinha poucos carros, né? <laughs> Esse é o tempo que eu era menina. E nós chegamos a fazer uma festa, depois de todos nós, já com meus filhos e tudo, uma última festa lá nesse casarão. Fizemos. E depois não fizemos mais. Porque daí as pessoas foram... Uns morreram, né? Perdeu aquela... aquele de unir a família, né? Daí cada um ficou na sua familhinha, né? Fazendo as festas na sua familhinha. Já já não mais em nível de meus tios e primos, né? Não tinha mais. Aí fizemos a última festa lá no casarão. Esse casarão ainda existe.

Mas hoje é de um de um sobrinho. Ele que ficou. Porque esse casarão faz parte da fazenda dos meus irmãos. Os meus irmãos têm. Fazenda Santa Maria.
E essa última festa no casarão, vocês não faziam festa há um tempo?

Nós ficamos muito tempo sem fazer. Aí papai e mamãe já tinham falecido e tudo. Aí o pessoal falou, vamos reunir?

Aí os que puderam ir, foi uma festa bonita também. Mas diferente das outras. O preparativo é diferente, né, do tempo que a gente era mocinha. Hoje também enfeitamos com tudo, mas já já tudo comprado, não fomos nós que fizemos. <laughs> Foi diferente, mas foi gostosa também. Depois não reunimos mais. É porque se eu sou a mais jovem, você imagina os outros são mais velhos, né, <laughs> meus irmãos. Então já vai perdendo aquele pique, né, <laughs> de fazer festa.

O que você achou de contar a sua história, um pouco da sua história? A história não é tanta coisa, mas um pouquinho da história.
Eu gostei, eu achei interessante. Eu achei interessante a gente recordar, né? Recordar, porque se, dificilmente você hoje encontra pessoas que queiram ouvir. Não é verdade? Por mais que você conte, você não conta tudo como nós conversamos aqui. Então é uma oportunidade, né, que a gente tem, ter as pessoas saberem um pouquinho como a gente viveu a nossa vida, né, <laughs> até agora.

Porque eu não escrevi livro, porque plantar árvore eu já plantei. <laughs> Já tive filho, <laughs> eu só não escrevi, <laughs> que aí, para ser o verdadeiro homem, né, <laughs> são essas três coisas. Para ser humano, mas, não escrevi, eu devia ter escrito tudo isso que eu contei para vocês, <laughs> mas não escrevi. Eu nunca fui moça de ter diário, uhum, naquela época eu usava muito muito, muito, muito. E não não achava importante registrar, nem coisas boas, nem coisas ruins. Sempre confiei na minha cabeça. Então, eu não não tinha diário, o pessoal tinha, até com chavinha, né, uhum, com cadeado. Eu nunca, nunca pensei em escrever. Mas devia ter escrito, né?

Fala, fala das coisas que você fez. Eu queria saber como que foi ter seu primeiro filho, assim, no meio dessas andanças

Aí pra nascer o nenê eu vim para cá.

Ela... e por muitos anos eu era a erre erre agá negativo e ela era o positivo. Então, eu já tive meu primeiro filho achando que eu era negativo, mas eu não era. Até eu descobri, demorei alguns anos. E ela, é... foi tendo os filhos sem nenhum problema, né, porque o marido também era, mas isso também soubemos depois de algum tempo. Meu filho tem cinquenta e dois anos, então há cinquenta e três anos atrás, eu tinha um acompanhamento médico, mas não é como hoje que tem ultrassom, não tinha. O médico, ele media, era um outro tipo de pré-natal. Então, quando veio esse resultado, o meu médico falou, olha, precisa de cuidado para o segundo filho, porque o segundo filho vai ter problema, tudo bem. E eu vim para cá, cesariana também, não era a moleza que é hoje, porque hoje as meninas não querem sofrer dor, já marca cesárea. <laughs>

Nem cesárea, ninguém falava em cesariana, uhum, há cinquenta anos atrás, né? Mas foi uma experiência muito bacana Mas de eu ter meu filho, né? Mamãe veio ficar comigo enquanto eu estava na maternidade, que a gente ficava mais tempo. Hoje também os jovens saem mais rápido da maternidade, né? Por causa da infecção hospitalar e tal. Eu acho que eu fiquei uns cinco dias até ficar mais forte e fui para casa, né?

Depois que construímos. Depois que meu filho já estava grandinho, assim Quase um ano que eu vim para cá.

Então foi isso, foi uma experiência muito boa, um pouco sofrida, né, porque não tinha leite, então era complicado, tinha que levantar de madrugada para fazer mamadeira, porque a gente não tinha para guardar na geladeira. Hoje você faz meia dúzia de mamadeira e guarda na geladeira. No meu tempo não, você fazia uma por uma.

Então foi assim, mas muito bom.

E lá é que as irmãs não se conformavam, porque o Gavão foi construir um hospital.

Porque lá ninguém tinha um filho. <laughs>

E eu era a única. E eu potei meu filho no colégio justamente para ele ter uma vivência com outras crianças, porque eu fui morar por pouco tempo, né? E lá eu conheci as irmãs dominicanas que estavam construindo. Elas disseram, mas por que? Vamos fazer uma escola de enfermagem. Vamos fazer um exame de sangue, vamos fazer o que já está mais moderno, que meu filho já estava com quase quatro anos, o meu mais velho. Vamos fazer exame e tal. E deu que eu era positivo, sangue universal. <laughs> Aí não tinha mais motivo de eu não ter filho, né? Mas assim mesmo estava começando a pílula. Eu também não tinha pílula no nosso tempo. <laughs>

Aí ela também contou. Ela falou, eu sou negativo. Aí que nós deduzimos que tinha havido troca, né, uhum. Porque nós fomos no mesmo dia juntas fazer. E a moça se atrapalhou com os nossos exames. Então eu vivi numa redoma, né, com medo de engravidar. Foi por causa do meu erre agár, que não era nada. Era positivo. Hoje não tem mais esse problema mesmo, troca o sangue do nenê, não tem problema mais. Se toma uma precaução no oitavo mês de gravidez, não tem mais isso. Mas no nosso tempo, cinquenta e três anos atrás, a medicina progrediu bastante, né, nessa área.
Quero saber se você tem alguma coisa que você queira falar que veio na sua cabeça e a gente não tocou no assunto.
Não, acho que nós falamos um pouquinho de tudo, né? Nós conversamos um pouquinho de tudo, dos fatos mais marcantes da minha vida, né? Uma coisa maravilhosa que aconteceu foi minhas bodas de ouro, né?

Então foi muito lindo, convidou os parentes, convidou as mais íntimas, minhas amigas do interior também puderam vir. Foi então uma festa muito linda que eles organizaram, fizeram um jogral muito lindo, todos. Então foi uma festa maravilhosa das nossas bodas de ouro. Isso foi muito marcante na nossa vida, que foi em Era isso.
<laughs> Agradece, então, a entrevista. Obrigado.
Nós é que agradecemos.